Dez, Ok? Bom, vamos começar. A senhora pode dizer seu nome completo, local e data de nascimento.

E o nome dos seus pais?

Qual que era a atividade dos seus pais?
Meu pai era, chamavam lá, se chamava dependente, aqui diríamos balconista, e era como o encarregado de de atender o hum um espécie de armazém, um um de onde tem de tudo, na mercearia onde existe de tudo. Porque nessa época não existia supermercado nem nada disso né. Era uma espécie de um desde roupa até comida e vai e por aí vai.

Minha mãe era preceptora. Eu fiquei sabendo agora essa palavra aqui, no Brasil, que ela ensinava a crianças. Nessa época existiam famílias muito ricas e não colocavam os meninos pequenos na escola. Então minha mãe cuidava dele, ela cuidava de tudo. Ela uni não lavava a roupa, mas ela tinha que cuidar que bem limpinho, que fossem educados e aprender as primeiras letras.
E os seus avós, a senhora se lembra o nome deles, o que eles faziam?
Olha, meus avós paterno, eh eh meu avô paterno morreu antes de eu nascer, porque eu sou a mais nova de onze irmãos. Quando eu nasci, eu sou a raspa do tacho. <laughs> E eh Eu só conheço minha avó eh eh paterna, mas eu vi só uma ou duas vezes. Porque nós morávamos longe dela. Não tenho muita lembrança dela. Aliás, não tenho uma lembrança bonita de avô. Sabe por quê? Porque ela era espanhola e ela era um pouco dura. Então, a primeira vez que eu conheci, talvez seria boa, mas é que meus pais me recomendaram tanto que me portasse bem, que eu fosse educada e tudo isso, porque ia conhecer a minha avó, que cheguei lá e eu estava tão assustadinha que na hora que me serviram, eh chegamos de tarde, me lembro lá, e lá se toma o chá da tarde, é muito comum, né? E se toma chá com leite. Então, me deram um chá com leite na casa da minha avó. Eu tenho tão claro isso, muito bonito, uma toalha de mesa linda, branca. Mas quando me deram o chá, não tinha açúcar. E eu, para não reclamar, porque me tinham recla falado que não era para reclamar, eu tomei o chá mais amargo da minha vida. Por isso eu acho que não tenho boas lembranças de minha avó.

Isso é a única lembrança que tenho dela. Agora, dos eh avós materno, não conheci. Porque eles morreram Ne nem minha mãe conhecia eles porque eles morreram durante um grande terremoto que teve lá no Chile em mil novecentos e seis, onde acabou com a cidade de Valparaíso. Morreu muita gente e caiu tudo. E aí morreram. E minha mãe ficou órfã. Posso falar da minha mãe também? Claro. Eh Minha mãe ficou órfã, criada com uma tia Uma tia que era solteirona. Então, meu avô, acho eh meu a... Minha avó morreu. Minha

Porque eu não sei diferenciar muito isso aqui. Aham. Eh Meu avô ficou desgostoso e saiu de casa e nunca mais voltou. Deixou em mãos de minha tia, dessa tia, a minha mãe. E minha mãe foi criada por ela Aí depois ela entrou na escola de freira interna, educaram a ela em Valparaíso. Depois, quando já tinha uma idade, eh já quinze anos, já não não podia mais estudar, porque não dava. Aí que foi a trabalhar a Santiago e conheceu o meu pai.
E o o nome da família, a senhora sabe a origem?

Boa pergunta. Eu tenho até em casa o origem da família, mas eu eu eu esqueci. Eu sei que eh Fuentes, uhum os eu sei porque eles vêm de Espanha. Meus pai, eh os pai de meus pai eram espanhol. Então, eh eles vêm de Espanha. Minha mãe, eu não tenho bem claro. Eu Para falar a verdade, não sei de onde ela vinha, mas pelo sobrenome, era de origem espanhola, porque Gonzalez é de origem espanhola. Eu não conheço a família da parte de mamãe. Só conhecia mamãe e mamãe morreu quando eu tinha quatorze anos. Então eu praticamente de família de mamãe não tenho nada.
E os irmãos, a senhora comentou, quantos?
Fomos oito, nove, dez, onze. Onze irmãos. Três morreram, eh eu acho que todos morreram antes de eu nascer. Minha mãe casou muito nova, com dezenove anos, ou E ela, eh claro, na época não existia pílula, né? Então era um filho por ano. Quantos homens, quantas mulheres? Nós que ficamos, crescemos, fomos quatro e quatro. Quatro homens e quatro mulheres. E engraçado, quatro morenos e quatro é assim claros, mais loiros. Éramos, era super marcante. É Três mulheres bem claras, de olhos claros, A maior de nossas irmãs é mais morena, mais parecida com a família de mamãe. Ou seja, de minha mãe, porque de da mamãe tudo falava ninguém, só suposições, porque ninguém conhece, né? A família de meu pai era muito clarinha.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua infância.
Minha infância.
Sim, fala um pouco sobre a rua, o bairro que a senhora morava. Tá
Eu morei em muitos lugares quando era pequena. Mas sempre no interior. Em casa de de campo. Meu pai, quando depois que saiu, de e que casou com minha mãe, sa levou a morar e na na casa de meus avós, que moravam no interior né, no campo. Só que aí ele depois saiu de casa e ia... Sabe, meu pai como tinha já um certo bagagem de administrar, a o que tinha sido solteiro, ele começou a administrar pequenas fazendas. Então, íamos a um lugar. Ficávamos uns dois, três anos. Meu pai tinha um problema, que ele era muito político. não sei se é bom ou é ruim. Na uh na época, eu odiei essa parte. Mas hoje eu admiro. Porque ele já era de um partido que se chamava Radical. E e eram... Vamos, sempre o que faziam, iam em favor dos mais desfavorecidos. E ele, lógico, sendo administrador, não podia ir em a favor dos empregados. Mas o Chicago, na época, que mandavam embora ele. E assim, sucessivamente, e iam formando células de partidos, de partidos políticos. Meu pai era foi muito político. Então, mudamos diferentes casas. Eu tenho imagens de casas lindíssimas, que morávamos no interior, grandes, especialmente eu guardo a lembrança de uma que era assim no na nossa casa era grande e tinha uma varanda mas para trás tinha um um cerro sabe o que é um cerro? Uh uma uma colina uma uma serra pequena sim então a gente do quintal de nossa casa praticamente saia essa essa serra e a gente subia Eu era muito boba, não conseguia subir. Eu sempre caía, ia com meus irmão mais velho e ele me tinha que levar no colo porque eu não conseguia subir. Eu era muito pequena. Aí Como minha irmã era grande já, para minha idade, ela plantava muitas flores. Porque no campo não tinha muita coisa para fazer né nessa época. E nosso jardim era muito lindo. Isso me lembro. A única coisa que me lembro dessa casa e depois eh fomos a morar a outra casa já quando era adulta. Porque daí com oito anos eu fui estudar a Santiago. Já não morei mais no campo. Então só ia de férias. E E do campo detestava era o inverno. Detesto barro. Ai Eu sempre caía porque me escorregava nesse barro. Eu detestava. Eu jurei nunca morar no campo quando eu fosse adulta. E cumpri isso.
É isso de novo. Quando estiver filmando, eu vou fa vou perguntar. E a senhora se lembra de mais alguma coisa no interior de Santiago, como
Ah, sim. Sabe o que me lembro de coisa bonita de de de de minha infância? Da cozinha da casa. E uh eu descobri agora, pouco, porque eu estou fazendo curso de buscando a identidade, Um curso que é com a vovó Neusa, vocês devem conhecer ela. E E aí e eu comecei a sentir e esse essa diz e ervas né aromáticas. E aí me veio a imagem da minha infância. Porque as casas da da antigas tinham muita importância a cozinha. Eu acho que era o maior que tinha a casa.

Porque a cozinha não existia fogão, a gás, nada disso. Era fogão à lenha, então tinha que ser uma sala muito grande, onde você acender fogo, né? E a todas as comidas se faziam aí, a não ser quando tinha visita, que se levavam todos os pratos para a sala de jantar. Mas o diário a gente comia aí e era... um um uma reunião gostosa, porque, sobretudo na, quando era a hora do almoço, eu me lembro que, em na nas que assim, no canto, tinha um sino. Então, quando era a hora de de comer, pá a gente tocava o sino para que viessem meu pai, meus irmãos, a a comer em casa, na hora do almoço, meio-dia em ponto. Né? E aí, quando sentia criança, andava brincando, E eu senti esse cheirinho das panelas de ervas. Ai Uma coisa que te abria o apetite, né? Aí Isso é uma coisa que eu tenho muito clara. Minha mãe era muito religiosa. Muito, muito religiosa. Minha mãe foi criada na escola de Freira e ela se chama Carmelita. Eu eh ela O nome dela é Carmen. E todo mundo chamava ela carinhosamente de Carmelita. E em Chile... se festeja mais o dia do onomástico. Não sei se vocês sabem que onomástico quer dizer o o santo da pessoa. Então, ele se fazia uma grande festa em casa.

Porque nós rezávamos a novena da Virgem do Carmo. E o dia da Virgem do Carmo vinha toda essa criançada e os vizinhos que vinham a rezar a novena, minha mãe fazia de noite uma comida, chocolate quente e e umas pastéis que se chamam empanadas chilenas, que são uma delícia, pão doce e tu e Isso era lindo. Isso me lembro muito bem da minha infância, rodeada de meus pais, de de de de todos os meus irmãos. E primos e gente que vinha de outro lado. E E outras coisas, são duas coisas que eu me lembro de de infância. E a novena sempre com relio religiosidade. Por exemplo, ah a Natal. Natal não se fazia em festa como agora. Natal nosso era o dia vinte e quatro, na noite, ir à missa, que terminava a novena. Também rezávamos nove dias seguindo a novena do Menino Jesus. E o último dia íamos na missa à meia-noite, terminava a novena e era uma coisa linda, sabe? Ia num No interior tinha uma costume que os eh a gente do campo levava as primeiras frutas e oferecia oferecia para o menino Jesus. E cantavam essa essa música de Villancico, que se chama lá, né?

E e sempre se cantava e tinha um que oferecia. Por exemplo, oferecia melão.

Melão de olor, era melão aromático, né? Eh Melancia, cereja, e deixavam tudo aí para o menino. Claro que o padre da paróquia que comia, né? <laughs> Mas a gente não sabia disso na época. Mas isso isso guardei lindo de minha época de morada no interior. Depois, já não tenho mais muita lembrança, porque eh foi depois me mandaram estudar na capital e com oito, nove anos, já nem me lembro muito bem. Vim para Santiago estudar em uma escola de freira até os dezoito anos.
E essas músicas que a senhora comentou, essas rezas, a senhora lembra de alguma? Como era?
Lembro de um... Como que chama? Um versinho. Um versinho. Estri

Eu não sei. Em espanhol?

Mas só vou te falar, porque eu não sei cantar. Tá, ok.

Angostura era uma cidade.

Uma melancia madura.

Senhora Dona Maria, eu venho de Peñaflor, outra cidade.

Tudo que traziam era cantado. Era muito bonito. Isso me ficou gravado. Até agora eu tenho isso. Eu não sei, eu acho que não existe mais isso. São costumes que se perderam com a modernidade, né? Um pouco de saudosismo? Nem tanto, nem tanto. Mas sim, uma época linda da minha infância. Que eu isso estou fazendo questão de falar porque não todo mundo viveu isso. Quem viveu nas grandes capitales não sabe disso. Então, eu eu vivi isso porque morávamos no interior. Meu pai ficou morando, minha mãe morreu depois com quatorze anos. Também meu pai já já não quis mais morar no interior e veio a morar com meus irmãos que já moravam na capital também.
E o que que a senhora lembra das brincadeiras de criança? O que eu lembro?
Eu era... Você vai acreditar que eu não não brincava como as outras meninas, de pular, nunca foi. Eu tenho um uma infância diferente, porque como eu era mais nova e minhas irmãs eram mais velhas, eu eu não me lembro de de... A ronda era o que mais gostava. Mas eu nunca, por exemplo, fiz essa coisa de andar correndo, de... coisas assim de criança, sabe? Porque eu era muito magrela e a e caía sempre, então eu não queria correr, <laughs> porque sempre caía. Era super desagradável para mim. Na época se usava muito a brincar com bolinha, como que chama, uma pedrinha. Lá não não tinha bolinha, era pedrinha que a gente catava e brincava assim para para jogar para cima. Aqui também acho que se usava. Mas isso eu me me traz assim, na época de inverno em Chile faz muito, muito frio. Então as mãos da gente ficam duras. Então As outras meninas conseguiam brincar e eu sentia dor ao cair porque era muito, muito frio, muito frio.

A gente, <coughs> minha quando já era um pouquinho, com sete anos, eu já aprendi a tricotar. Porque minhas irmãs tricotavam muito, porque lá faz muito frio. E não existia tanta coisa pronta. Então a gente fazia, tricotava todas as blusas que a gente fazia, né? E eu aprendi com elas a tricotar. Eh então, imagina a idade que eu tricoto. Sempre gostei de roupa. E eu, de pedaços de tecido, eu fazia os vestidos para as bonecas, sendo muito pequena. Então, desde o início da minha infância, eu me lembro disso, de ter feito roupas. E outra coisa, minhas brincadeiras eram essas. Eu ia e pegava umas flores de umas árvores muito aromáticas que tem lá. Inclusive, se chama aroma, o a árvore. uma flor amarelinha a gente colocava e na época existia muitos frascos de penicilina a gente colocava um pouquinho de água e colo e macerava isso e e e inventava perfumes sempre, sempre, sempre essa era minha mais minha brincadeira não eu não anda não andei a cavalo não gostava, minha irmã gostava nós outros gostávamos muito de andar a cavalo não Aprendi a andar de bicicleta, nunca, pois tive medo. Eu acho que me criaram muito... Minha mãe, por ser a mais nova, me criava assim muito... Com muito dengue, muito... Assim, não não não não tenho uma infância de brincadeira, eu.
E a senhora comentou do almoço na sua casa. Que mais lembranças que a senhora tem do cotidiano na casa?
Olha, eu não sei porque eu tenho muita lembrança só de comida.

Porque meu pai era muito festeiro. E eu, eu acho que eu saí igual que ele. <laughs> Meu pai era, fazia, sempre havia muita gente em casa, eh no no dia de semana, no fim de semana, porque eles sempre estavam organizando comida para algum político, coisas assim. Então, eu me criei um pouco nesse ambiente. Agora, eh de minha infância, me lembro quando isso também e na Rosa, que eram imensas plantas de de tomates, de milho. Então, o que eles iam acordar, eu nunca fui na Rosa. Meus irmãos iam, eu não ia, porque eu não gostava, mas eu via e, às vezes, eu ia com meu pai a passear. Eu me lembro muita coisa com meu pai. Eu associo toda a minha infância mais com meu pai que com minha mãe.

Porque acho que minha mãe teve tantos filhos e estava cansada. E minhas irmãs eram mais velhas, então, praticamente, eh eu sempre estava com minha irmã mais velha. Porque acho que a família grande, antigamente, os maiores iam criando os mais pequenos. Isso era normal na época. Agora eu percebo. Nessa época eu não percebia. E eh, como eu te falei, no interior a gente sempre ficava ao redor da da da fogata, no inverno, ou no mesmo verão, porque lá é frio na tarde, né? Então, eu sempre estava no colo do meu pai. Sempre estava no colo do meu pai e ficava aí. Ficava até dormir com ele. Eu acho que isso é uma... da coisa que mais lembro da da minha infância. E depois, quando eu vim estudar, eu chega ia de de férias e sempre fui, a assim como o bibelô da família, porque eu ia só visitar a minha casa. Isso me marcou uma coisa que hoje não sei se eu faria com meus filhos. Talvez eu sou mais egoísta. Porque eu senti que eu houve uma pequena separação, distância né, porque meus eh meus irmãos continuaram lá, e eu fui estudar, eu aprendi outras coisas, e isso me criou assim uma coisa, quando eu era pequena, depois adulta, não, adulta, não, não, não passou isso, mas me criava uma pequena... diferença, eu agora percebo, na época eu não percebia isso.
A senhora foi a única que foi estudar dos irmãos? A única. Fala um pouquinho então, como como quando você foi estudar, como foi? Como me fui estudar? Isso, quantos anos a senhora tinha? Ah
Olha, eu tinha oito ou nove anos, não não sei, me lembro bem, se era oito ou nove anos. Acontece que meus pais, trabalhavam em nesse lugar que eu te falei que era grande, onde existiam mais empregados. E eles se fizeram amigos de outro eh casal, que são meus tios, mas meus tios de afinidade, não tem nada a ver com sanguíneo. E eles quando Eles ficaram morando na capital, esse tio depois estudou e entrou na aeronáutica. E foram, cresceram muito bem de vida. E como eram muito, muito amigos, iam todos os anos a passar as férias, eles e os filhos, na minha casa de campo, na casa de meus pais. Então, passavam janeiro e fevereiro em em férias os filhos deles. E a mãe, ele ficava trabalhando na capital. E E quando eles perceberam que eu... Eu aprendia rápido umas coisas. Então ele falou assim, vamos levar ela, não vai ficar sem estudar, falou para meu pai, deixa ela ir com a gente que nós colocamos lá na escola. Meu pai no início não queria muito, mas eh minha mãe perguntou para mim, você quer?

Então me mandaram lá. No início não foi fácil para mim, separar-me de meus pais, porque aí começou... como minha vida adulta, já. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, fui criada e super recomendada. Você não faça manha com ele, você você não é sua casa, você tem que pedir tudo por favor e todas essas coisas. Então, isso é quando uma criança fica muito gravada. Eu Eles foram muito bons comigo. Mas, claro, eu não era filha. Era uma chegada, mas Pelo tanto, eu me tem tinha que comportar como tal, né? Então, já vi uma crescida nisso. Mas a vida lá, nessa casa, foi boa. Muito boa. Aprendi muito do que eu sou hoje. Aprendi boas maneiras. Aprendi muito a cultura, porque eles tinham mais cultura. Sabe? E Fui criada como a menina rica da... de minha família, de meus irmãos. Sempre fui criada como uma menina rica. Um mundo que não era meu. Porque meus pais eram gente simples. Eram Minha mãe era muito humilde. Minha mãe era uma pessoa muito educada, mas ela não não tinha voz para nada. Era muito quietinha. Deve ter sido porque ela foi criada assim também, sem sua família. Então eu acho que foi bom, mas quando eu já tinha trezes anos, eu comecei a sentir que eu não queria mais morar com os tios. Aí eu falei para meu pai. Aí meu irmão, já essa altura, não, estava minha mãe, falei com minha mãe. Porque, sabe, se tornou meia desconhecida minha mãe para mim. Então eu tinha, eu esperava como uma visita meus pais, porque nessa época Não podiam ir uma vez por mês para casa. Meu pai pagava, minha escola, tudo, mas porque ele pagava, meus pais que pagavam, só eles me prestavam na casa para morar. Mas eh eu sentia essa falta de de desse aconchego, sabe? De De sentir um abraço, uma coisa assim. Aí eu falei, já nessa época meu irmão mais velho estava casado já, morando em Santiago. Eu tinha treze anos, ele já estava casado. E E eu fui a morar com meu irmão. E me converti na filha mais velha dele. Hoje meu irmão tem oitenta e quatro anos, adoro ele. Contei o que eu ia fazer, liguei por telefone para ele e contei. Eu vou te dar uma cópia disso para você ver. Eu falei, só que vai ser... Ele já veio aqui. Eu trouxe ele para cá, para conhecer o Brasil, porque esse irmão, para mim, é meu pai. A parte que meu pai eh morava lá, mas como ele era mais jovem, acho que me entendia mais. Meu pai foi como um avô para <laughs> mim, praticamente. Mas e eu esse irmão, para mim, é tudo. É tudo, tudo na vida. E o dia que ele me falta vai ser duro. <laughs> Não quero Corta, por favor, porque eu não quero que me emocionar-me aqui. É isso mesmo.
E fala um pouco como era a escola. Fala um pouco sobre como era, o que que a senhora lembra. A
do interior é é di é diferente, bem diferente. E a escola do interior é não sei, eu acho que era na época, porque são todo muda né era assim. Era uma sala grande com uma professora só. E eu sempre ficava entre os maiores porque eram poucas crianças pequenas que iam na escola. Minha mãe me mandou muito pequena para a escola porque ela sabia que eu gostava de estudar. Eu eu aprendi a ler na época muito, muito muito menina para a época. E sabe que a gente ficava assim. A primeira carreira era das pequenas. Depois existia outra carreira de banquinho. E não eram bancos, eram eram negócios assim como as bancas, com. Com bancos compridos... Uma mesa comprida de madeira meia rústica né. Os de meio e os maiores. Porque existia primeira, segunda, terceira e quarta série que era obrigatório. Não existia mais. Estudo era de quarta série que era obrigatório estudar nessa época. Por isso que quando eu entrei na quarta série, eu me fui para para a capital. Quando eu estava nessa escola do interior, eh sempre saquei prêmios. E sabe o que era engraçado? Nos davam, sabe o que? Nos regalavam, eh em vez de dar, regalavam, não eh obsequiavam, nos davam de presente a grandes empresas doava sapatos, coisas assim, para os melhores prêmios. E nos levavam em um teatro grande, nos davam uma homenagem e eu sempre ganhava prêmio. Porque eu eh eu acho que era porque eu estu eh brincava pouco e eu me me identificava mais com com estudar. Me identifiquei sempre muito com estudar, quando era pequenina. Depois, quando era adolescente, nem tanto. Aí depois... Essa e na escola que eu eu... e era longe, era difícil de chegar. Você sabe que os mais velhos que iam, me levavam no colo porque eu não conseguia caminhar todo esse tempo até chegar lá na escola, era grande. Era longa a distância. Agora quando eu vejo nas notícias, eu penso, eu também tive esse mesmo problema desses meninos quando era criança, eu falo. Aí depois, quando me levaram para a capital estudar, eu fui em uma escola de freira. Senhora lembra o nome da escola? Sim, Maria Auxiliadora. Ah São da das escolas de eh freiras salesianas. Dom Bosco, que aqui também tem. Sim Eu não sei se... Acho que aqui tem uma escola que está aí na Paulista, que era na mesma que eu estudava. Maria Auxiliadora, que está na Paulista. Parece que é da mesma congregação. Aí era uma escola paga. Aí eu estava com meninas de uma classe média, já diferente, eram todas muito... mais metidinhas, né?

E eu ficava quietinha. Eu tinha até vergonha de dizer que meus pais eram do interior, porque, claro, elas eram todas assim meio senhoritas e que Como eu morava com esses tios, que tinham uma situação muito boa, praticamente, eh eles me associavam com com esses tios. Nunca Meu pai nunca ia na escola também, porque ele morava no interior. Quem era meu... apoderado, como que chamaria? É É, eram meus tios, né? Então, aí estudei até sexta série, porque em nessa época ainda não tinha saído a sétima e oitava série. Eu sou de antes dessa época. Eu estou falando dos anos cinquenta e pouco, né? Aí, depois, quando terminei que a sexta série, que era obrigatório eh já em em Santiago, era obrigatório. Era obrigatório, só que no campus estudava até quarta, mas não tinha mais escola. Aí eu fui, aí que eu pedi para meus pais me mandarem que eu não queria mais morar com os tios. Sabe, porque eu... Eu não sabia na época o que era que me incomodava. Eu sentia algo que me incomodava. Não percebia, mas eu tinha um intuito que algo me incomodava. Aí eu falei para o meu meu pai que me leva me me levasse para onde meu irmão e eu fui a morar na casa. Muito mais simples. Mas a época mais feliz da minha vida, da minha adolescência. Eu entrei na escola técnica, que eu te falo, eh de um tínhamos que dar um uma espécie de um vestibulinho, que chamam aqui, né? Para ver se me me a me admitiam, se eu estava dentro dos padrões. E fui estudar, e a escola técnica se chamava Escola Técnica Santa Isabel, de de Freira Franciscana. Sempre, meu pai, meu pai não creia em nada, mas ele sempre quis que eu estudasse na escola de freira, não sei por que motivo. Então, diziam que era a melhor escola para educar as mulheres né. Se educava melhor as mulheres. E aí, estudei, eram cinco anos. Estudei cinco anos nessa escola. Fiz muitas amigas. Eh Fiz... professoras muito queridas que até agora mantenho contato. E E aí começou, porque na es eh na casa onde eu morava com meus tios, era gente muito religiosa também. Até rezava missa em casa, menina. Então eu não sabia o que era música, não sabia o que era dança, não sabia o que era nada. Até doze, treze anos que eu fiquei com ele.

Aí eu, quando fui a morar do meu irmão, era diferente. Meu irmão era mais jovem. Já começamos a escutar músicas de moda. Eu podia colocar a rádio e escutar ritmo que não era música clássica. E eu comecei a gostar. Né? E aí começamos a ir aos bailinhos, essas coisas.

De aí para frente, minha vida mudou totalmente.
E esse curso que a senhora fez era um curso técnico já? Ele era voltado para a moda já? Já, desde o início.
Ah é assim. O primeiro ano, você estuda o primeiro ano de de de ensi ensino médio, né? Sim. E de tarde, fazíamos os talheres, que se chamava. Seria oficina. Sim. E aí, primeiro ano de, primeiro... Orientam. Primeiro ano você não estuda a profissão, senão que te ensinam. Te ensinavam a tricote em em máquina e a mão, tinha três, dividido, em trimestral ou bimestral. Era bordado, tricote e moda. Eram três cursos profissionalizantes que as mulheres podíamos fazer. Eh Bordado nunca me dei. Não me dei simplesmente porque eu sou canhota. E E na época era pecado. Era pecado. As freiras me poriam uma luva para eu conseguir cortar com a direita. Coisa que elas viravam as costas e eu mudava porque não conseguia. E nessa época acho que elas não pensavam que era a ordem do cérebro. A a freira era era muito diferente de hoje, né?

bordado, imagina, pegar a agulha com a direita, eu não conseguia fazer nada. Você sabe que eu pagava porque me fizeram bordado para poder terminar o trabalho, senão não passava no curso. <laughs>

Porque eu fingia que estava fazendo na escola, mas eu falava, levo para casa e faço. Até agora me lembro de uma toalha feita em ponto de cruz que me deu um trabalho a fazer. Aí, odiei, detestei.

Nunca mais bordei na minha vida. E E tricô também, porque não conseguia fazer. Então, para mim, ãh sempre gostei de moda. A verdade é que eu sempre me inclinei e meu pai que queria que eu estudasse moda. Não era... Eu nessa época nem pensava em estudar moda. Mas meu pai... Eu a profissão que eu queria, não podia. Porque eu queria ser... É... Aeromoça, não tinha altura. Era muito pequena. Gostava de ser modelo? Não podia, porque era pequena. Então, tinha que buscar algo dentro da área e fui e na e meu pai <coughs> eh me me me fez estudar moda, porque minha madrinha de batizado tinha um grande ateliê de moda. Em uma cidade. E ele pensava, meu pai, a essa altura, ele estava muito bem de vida, e dizia que ele ia montar o ateliê de moda. Quando eu terminei, infelizmente, ele já não tinha dinheiro para montar meu ateliê de moda, então tive que virar.

Então vamos falar um pouquinho de da adolescência. Ah, ele vai trocar a fita.

Vamos voltar falando um pouquinho da da adolescência. Fala um pouco dos amigos, que a das amigas que a senhora fez.
Olha, eh quando eu, quatorze anos, eu fiz amizade, não, tinha treze anos, eu fiz amizade com uma menina que tinha onze E até agora somos grandes, grandes amigas. Sabe, dessas amigas que não existem. Eu acho que essa minha amiga merece um capítulo a parte. Sabe por quê? Nós conhecíamos, ela era mais nova que eu, mas como eu era sempre muito miudinha, parecia que ela era mais adulta que eu. Aí eu não sabia dançar e nós tínhamos eh hum... A sala dela era linda, a casa dela era linda, era uma das casas mais bonitas do quarteirão. E ela Eu a mãe dela gostou muito de mim quando me conheceu e e gos falou, ela é boa amiga para você. Aí ficava eu sempre na casa dela e e ela tinha tudo lá, já tinha essa vitrola que se usava. Na época, né? E Porque ela era filha única. E e tinha tudo que você possa imaginar uma uma menina da época. E aí eh começamos a aprender a dançar. com um primo dela, mais adulto que nós. E era assim, engraçado, porque esse primo sempre foi como um irmão, assim, para nós. Nunca, nunca namoramos com ele, nada, senão que era amigo, e nos levava a todas as festas e tudo isso. E ele passa, de da escola saíamos correndo e íamos aprender a dançar. Na minha época era de moda, primeiro foi o Xaxaxá, que agora voltou. Tinha muito bolero, tango, essa coisa, né? E a gente, eu eu me lembro que via não via a hora de chegar à tarde, terminar minha lição, eu ia aprender a dançar com ela. Gostei sempre muito de dançar. Quando foi transcorrendo, íamos íamos ao cinema, sempre juntas, domingo, existia uma matinê. Eu não sei se aqui no Brasil existia isso. Que era matinê onde iam todos jovens, porque não não podíamos ir ao cinema mais tarde. Era de, acho que de três às Às cinco, seis horas. E no bairro dava um monte de filme. Eu me lembro, eu não ia no no cinema elegante do centro, porque eu não tinha dinheiro para isso, né? Então a gente ia no cinema do bairro. Mas era tudo tão... tão bonito. Porque nós juntávamos um grupo e íamos ao cinema. Aí, quando eu tinha dezesseis anos, eu conheci o que hoje é meu marido. Dezesseis anos. É, nesse É nesse cinema do bairro. Conheci meu marido. E era na época onde eu não, sabe, eu era, como vou te falar, não era imadura. Era muito voltada para mim mesma. Fui, olha, eu nunca fui política, por exemplo, na minha época de dele. de adolescência. Por quê? Essa minha amiga, com dezesseis anos, já era líder estudantil e da esquerda. Nós éramos tão diferentes, nós duas, mas não sei por quê, era igual, era um carinho e nos dávamos muito bem. Sempre nos demos bem. E eu Eu não nunca militei em alguma coisa política, porque eh acho que Ficou muito arraigado isso da escola de freira, que que na época não podíamos nem nem saber de Pablo Neruda. Imagina, na na minha escola não entrava Pablo Neruda, porque era comunista. E comunista era, estavam excomulgados da igreja. Você sabe que na época de Franco, Garcia Lorca, todos os grandes poetas, para mim, eu lia escondida quando eu Porque não podia. E depois tinha confessar ao padre. <laughs> Isso isso é uma época da minha vida e que que eu era assim. Que nada era, come eu comecei a enfocar assim minha vida mais para o lado da música, da da festa, estudar e e formar-me. Mas também tinha uma coisa que que também me... Me tirava um pouco que eu falava, meu pai sempre foi muito político e nunca ganhou nada. Eu Eu pensava assim, que ganhava? Que no quando estávamos acostumados na casa, tínhamos que sair porque era mandado embora. Porque ele fazia política. Então, eh minha época, de de eh de dessa época, foi assim, muito de festa, de baile. Como eram os bailes? Era assim. Por exemplo, eh não existia salão como hoje nem discoteca. As casas todas eram grandes antes. Não existia essa casa pequena como agora. Então, a quem tinha uma casa grande emprestava a casa. Na casa da minha amiga se fazia muita festa. Então, cada um, por exemplo, nos juntava. A menina levava um salgadinho ou uma coisa doce para comer. E os homens levavam... Na época, recém estava saindo a Coca-Cola, era boom de tomar Coca-Cola. Existia refrigerante e os mais adultos já tomavam, os os meninos, porque a a mulher era muito feia, não podia beber, eh tomava Cuba Livre. Eu Até agora se toma. Eu não gos nunca fui nunca gostei dessa bebida, porque achava não não era o meu tipo de bebida. Até agora não gosto. Mas era assim. E era era tão divertido, porque íamos, levávamos, coisa os pais seguiam, nos deixavam tranquilos. Mas olha, vou te falar, dançávamos até... Tinha vezes que dançávamos até o sol raiar. Dançávamos a noite inteira. E era era uma vida assim gostosa. Era tudo ãh... Por exemplo, você não podia entrar se você não era amigo de alguém. Eram só amigos. Eram selecionados. Eh se Se se era, por exemplo, se alguém era assim... Que era esquentado, não deixávamos entrar, não, porque estragava, né? Porque era uma coisa que todo mundo dançava com todo mundo. E e era... Não era... assim como agora, diferente, né? Porque agora ninguém tem confiança. Eh Na rua todo mundo se conhecia. Então, éramos todos amigos. Depois já veio uma época mais, de um tipo mais já, quando tínhamos dezessete, dezoito anos, podíamos ir a uma uma espécie de salões que haviam, para que pagavam uma pequena entrada, um, e e ia. Mas aí sempre ia com alguém mais mais velho. E outra coisa, a festa, Existiam muitas festas familiares, mais que bailes assim familiares. Por exemplo, minha mãe se chamava Carla, vamos dizer. Depois que se comia, se tirava tudo de lado da sala, e vamos colocando música e vamos dançando. Existiam uma espécie de... os mais velhos faziam uma espécie de sarau. que era assim, que no assim no no eh no interior, sobretudo, que não existia rádio, essas coisas, alguém levava um violão e cantava, quem não cantava, eh contava algumas piadas, eu, por exemplo, recitava sempre. Era uma coisa assim, e sempre havia, era muito comum. E, por exemplo, aqui que existe a festa junina, lá não existe isso. Mas, por exemplo, alguém de tua família se chama João. Então, dia de São João era festa. Na casa do do dono da da E assim, tudo, tudo, sempre. Essa foi foi foi bonita a minha minha... Claro que aí en entra uma parte muito triste, quando ia eh eu fui morar com meu irmão, que com quatorze anos morreu minha Aí foi uma coisa bem chata para todos nós, bem triste, doída, porque minha mãe era uma pessoa muito doce, muito doce. Sempre falavam que minha mãe não era deste mundo, que era um anjo. Todo mundo que conhecia ela. E eu me prometi que nunca ia ser anjo como ela. Que eu Queria eu ia mandar na minha casa. Eu queria ser, não queria ser como pisada. Porque e e eu ouvia meu pai como uma personalidade muito forte. Minha mãe nunca retrocou nada. Se meu pai falava eh á, ela baixava a vista e obedecia. E não se falava mais nada. Falava, mamãe, queremos sair para algum lugar? Pede para teu pai. E aí ela não tinha voz própria. Falava, por que que você não decide? Não, é seu pai. E eu falei assim, ah, comigo não vai acontecer isso. Quando eu me casei, eu falava, os dois vamos mandar em casa. Eu falava para minha mãe. Olha do tamanho que eu falava isso. E eu. Eu acho que isso foi uma lição de vida que ela me deixou. Ao contrário, vamos dizer, não imitar a ela. A lição de vida que ela me deixou é não ser igual a ela. Porque ela era boa demais. Eu Eu agora que sou adulta, eu falo. Não existe eh... Não existe uma pessoa que seja muito... Vou te falar que tenha muita personalidade se você não se deixa passar. Se você é igual que ela, ninguém vai te passar a levar. Com e o... Não existe verdugo sem ter vítima. Nem existe vítima sem haver um verdugo. Então, ambos, de se um não se coloca, as coisas se colocam mais à par, não existe isso. Hoje não existe mas em nessa época, existia muito.

Eu queria saber, a senhora fi contou dos todos os bailes, como é que eram as roupas que vocês usavam?

É, as roupas. Como é que era a moda?

De de quando eu era adolescente?

Ai... Eu, eu... Eu já, a essa altura, eu fazia a minha roupa, né? Então, eu fazia uma roupa linda para mim. Eh Eram... O vestido... Nos anos cinquenta e pouco já começou os vestidos bem rodados. Que eram assim bem largos. Quando eu enamorava, se usavam um vestido que era bem bem rodado. E a gente se colocava uma anágua bem eh bem engomada. Que fazia quando um caminhava e era assim tudo. E claro, Eh eu nessa época eu tinha quarenta e dois quilos, né filha? Eu podia usar essa roupa, imagina agora. Ia parecer uma uma mãe de... Como chama quando sai das baianas a dançar? Porque são grandezinhas todas, né? Então Eu ia ficar muito ridícula hoje numa roupa dessa, mas nessa época era bonita. E se usava nos vestidos, muito vestido, bem saia rodada. Essa era a minha época. E se usava o cabelo, com um rabo de cavalo. Todo mundo na época se usava. Eh Começou a usar-se primeiro um um saltinho baixinho, quando éramos mais pequenas, assim mais adolescentes, com um soquetinho branco até aqui, né? Eu me lembro quando dançávamos rock and roll, dançávamos com essas Depois já é o mesmo tipo de roupa, só que já mais crescida, salto. Salto alto, que nunca mais me me baixei dos saltos altos, viu? <laughs> Roupa mais justa, depois já começaram. Um vestido muito... Na época, era a moda das mulheres com muito busto. Da gente máfia, dessas americanas, loiras, exuberantes. Então, quem era magrinha, começou a sair a moda do sutiã com recheio. Porque quem não tinha nada, como eu, tinha que usar um engana-menino. Falava. <laughs> Porque, claro, era e para parecer um pouco mais mais forte, né? E e era moda ser muito acinturada. Moda, moda era Todo mundo queria ter a cintura mais pequenina. Isso era na época, se usava tudo para ser. Quem não era magra, usavam o espartilho, que se apertava mesmo. Você acha que ia mostrar esse pneuzinho como agora? Não, senhora. Você tinha que ser bem justa. E de e depois começou a usar um tipo de saia, que era assim... Primeiro era embaixo do joelho e depois veio a minissaia, né? Que usou na época da minissaia. A famosa inglesa que inventou, não me lembro agora o nome, que inventou a mini saia. Então que era famo que Todo mundo queria usar a a saia mais mais curta, mas ah a saia que era mais comportada para a senhorita era isto. Do joelho para cima era um palmo. Aí tinha que era... Mais em cima já era vulgar. Era isso. E se usava com salto alto. Quando depois já não se usava mais, eh salto alto ficava feio, né? Com saia. Se usava pouco calça, muito pouco. Eh Se usava muito uma calça meio pescador, que era aqui, soltinha, não era não era justa como agora. A moda de lá é um pouco diferente porque o clima também, né? O clima era eh... Lá faz muito frio, então lá no inverno são botas Botas e e casacões longos. A gente usava umas mini saias curtinhas, com meia, e se colocava um casacão por em cima até aqui, no inverno. Essa era a última moda para gente jovem, né? Saia e era elegante, se usava com casaco de de couro. Começou pri já a sair a o couro sintético, já nessa época começou a sair o couro sintético. Então eram roupas assim, eh estampadas, muitas estampas. Depois, porque foi após a guerra, né?

Quando começou a sair a a Christian Dior, que deu essa virada de da tristeza, da da guerra, porque na época se usou muito Eram roupas em Na Europa, sobretudo. E em Chile também teve um uma grande influência da guerra, sabe? Porque escasseavam muito as coisas, não tinham com coisas para comer por causa da guerra, porque tudo se mandava para para a Europa, né? Então Aí que começou essa alegria. Depois, pós-guerra, dessas estampas bonitas. Umas flores que chamam... Até agora chamam flores Christian Dior, né?

Sim. Gente, quando faz estilismo, aprende essa fase da da moda.
E o primeiro namorado?

Seu marido. Eu tive um ne namorico, mas é uma coisa muito sem importância. Namoro de criança. Mas o namorado, para valer, Casei com ele. E como é que foi essa história? <laughs> Essa história é tão engraçada que eh eh eh todo mundo até agora ri com isso. Eu conheci, eu vi, de quando íamos no cinema, a gente dava olhadinha, lógico né, para para os meninos. E de repente eu vi, meu marido tem era bonito, homem bonito, olho verde, moreno. Você sabe que, até agora, ele pensa que ele é baiano, às vezes, porque tem esse tipo de pele mais escura e olhos azuis. E eu, quando fui na Bahia, vi muitos homens assim, muito tipo de homem lá. Não Nunca você vê aqui, o que vê lá na em Salvador. E... Bom, passou um tempo, e a gente só se olhava, se olhava, e um dia, Me encontrei com ele na rua e aí começamos a conversar e eu me enamoro. Eu Justamente, eu tinha esse namorico com e o esse outro menino e eu não estava muito afim de nada. Iria eu falei, ai fiquei e e esse outro menino, não gostei dele depois. E eu fiquei, ah não quero mais saber. Mas ele me atraía muito. Mas eu achava que era só físico, que eu não queria se enamorar com ele. Aí fomos. Fomos indo até que eh no... O olha, me lembro, até o dia que começamos a namorar. Um vinte e de setembro. De mil... Espera aí. me casei no ano sessenta e quatro e namorei cinco anos. Cinquenta e nove. Conhece a memória. O dia em que começamos a namorar, vinte e oito de setembro de Novecentos e oito, cinquenta e nove. Olha! Quanto tempo! Casamos muito jovem.

Porque... Nessa altura eu já estava uma adulta, né? Já tinha Saído da esco, conhecia ele estudando. Sim Meu marido também era um menino que... e já trabalhava, porque ele era... também precisava trabalhar porque as famílias pobres não davam muita educação aos filhos, saíam do da oitava série... da sétima, não, sexta série, porque nessa época não existia eh oitavo ano, depois que saiu lá no Chile. A gente já estava casado quando saiu. Aí ele foi e se fazia... mais se fazia seis anos de ensino médio, se aumentava no ensino meio. Aí ele, depois quando nos conhecíamos, eu comecei a falar, por que você não estuda de noite, aprende uma profissão? Aí ele começou a fazer a ih o ensino meio em um liceu noturno. Tipo, era assim como supletivo.

Porque ele já trabalhava em uma empresa grande e o chefe dele, que teve muita importância em nossa vida, esse senhor, eh começou a aconselhar a ele, faz um faz uma coisa profissionalizante, porque ele era assim eh ajudante de escritório. Então, ele começou a aconselhar e meu marido fez o colegial, quan enquanto nós nos namorávamos também. Depois, com vinte e um anos, eu tinha vinte um , ele Por quê? Porque eh meu irmão, que eu morava, se foi a mo a morar a outra cidade. Já tinha muitos filhos e ãh não não era outro bairro, longe. Então ele queria comprar uma casinha e ele precisava de ir a morar dele. E eu não queria ir a morar para lá, porque achava... achava muito longe, era um bairro novo, feio, não gostava. Aí, eu já, essa altura, já tinha terminado a minha escola técnica e estava trabalhando em uma casa de moda. Como... Assim, quando chegavam as clientes, eu ajudava a acertar o vestido e a vender. E E quando... Eles se foram e eu fiquei morando na casa dessa minha amiga que eu te falo. Minha amiga, eu vou citar o nome, porque isso para mim é muito importante.

Essa minha amiga até agora é minha irmã, minha amiga, é tudo. Porque quando eu vou para o Chile, sempre, sempre estou com ela.

E ela já veio me visitar aqui em casa. Eu eu convidei ela para me vir aqui a ver o Brasil. E passamos os dias maravilhosamente juntos. E E existe isso de que, por exemplo, quando eu vou lá, meu marido respeita muito isso, essa amizade, e nos deixa um dia para nós duas. Para só conversar nós duas de nossas vidas, sem interferência de filho, de marido, de ninguém. Isso é uma coisa muito boa. Então, bom. Me casei, com como te falo, com vinte e um anos. Não continuo estudando na faculdade porque eu terminei e poderia ter feito um reconhecimento de nota e fazer um vestibular para a faculdade. Mas naquela época, eh o meu pai falou assim, ou você estuda ou você enamora. Nessa época não era permitido enamorar porque achavam que um perdia Como que perdi o tempo que que não não tinha interesse pelo estudo? Aí eu pensei assim também, já tinha dezoito anos. Eu falei, ah, eu quero quero ser independente. Eu sempre fui muito independente desde pequena. Não queria que me dessem mais dinheiro, eu queria ganhar meu dinheiro. Então, não. Fiz uma opção de vida, não estudei. Não Não fiz faculdade na minha época.

casamos com meu marido. Um casamento lindo.
Como foi o casamento?
Ah, eu acho que foi ca eh... Meu casamento foi eh na casa de meus sogros. Casa grande que eles tinham. Se Se se tirou tudo os móveis de dois quartos grandes. Eu casei... Ah, e deixa eu te contar essa também que você deixou de falar. Eu conhecia meu marido, eu te falei, e eu e eu perguntei o nome dele, e ele falou que se chamava Jorge.

Ah, tudo bem. Que idade você tem? Eu nessa época tinha Ele falou Ah, eu falei, ai, eu com dezesseis, um menino de dezenove, já era, ó. Era Porque era tão ingênua, uh na nessa época, tão tonta, eu fiz. Aí, já passou um tempo, a gente ele veio a a buscar na escola, porque eu estava estudando ainda, e uma amiga, e uma colega da escola falou, você está namorando com José? Eu falei, não. Quem é José? Ah, eu te vi outro dia com ele. Aí eu falei, não, ele é Jorge. Ele não gostava do nome José e se falou que se chamava Jorge. Você quer acreditar que até agora eu falo Jorge para ele? Nunca consegui falar o nome dele.

Meus irmãos falam Jorge para ele. Foi conhecer Todos meus amigos falam Jorge. Sabe, quando eu eu fiquei sabendo, fazia um tempo já que namorava, me levaram... Me levou ele a conhecer a família. E aí eu eu vi que era realmente... Porque ele ele falava, segui falando que ele se chamava Jorge. Aí eu percebi que ele tinha mentido para mim, que se chamava José. Eu fiquei muito brava, até quase... Eu acho que nessa época andou andamos meio estremecidos porque eu eu achava que ele não podia me mentir sobre isso. Também da idade, descobri, porque o chamaram para fazer uh a milícia, como que chama? O serviço militar, como que chama aqui?
Exatamente, serviço militar.
Aí, claro, se ele tinha dezenove anos, não podia ser, porque faz com dezoito, né? Sim E já levava quase um ano enamorando com ele. Aí eu enamorava escondida de todo mundo com ele. Ninguém sabia da minha família que eu enamorava com ele. Não sabia meu irmão. Só uma irmã que sabia. Minhas irmãs mulheres sabiam, porque elas que me a acobertavam. Porque os outros não... Em nessa época, não queriam que eu... Só queriam que eu estudasse. Não era pa pe nem pensar em enamorar. E a gente saía, se via sempre escondida. Chegou um momento que já não não não dava mais para pensar em enamorar sempre escondido. E eu falei, O que a gente faz? Ou se casa ou acaba. Porque eu também precisava uma casa. Eu queria ter a minha casa. Eu já estava trabalhando. De depois que saí da escola, entrei em em uma casa de moda de noiva. Fiquei pouco tempo lá. Eh Tive um problema um pouco assim. A a dona da da casa ficou com ciúmes de... Na época, porque ela atrapalhava ela e seu marido. Mas eles eram velhos. Para mim, eram velhos. Porque eu tinha dezenove anos. Ele deve ter tido mais... Claro, para mim, quarenta não era velho, né? Velho, velho. <laughs> Quando um tem vinte anos, todo velho, né? É. Mas E e ela não... E eu sentia que ela me perseguia o dia inteiro. Eu falei, ah, não, não vou continuar. Aí depois eu comecei a buscar pelo jornal e encontrei trabalho em uma loja que eu trabalhei quinze anos, também para o Brasil. Comecei como vendedora, ajudava no corte e depois fiquei, era encarregada geral da loja. Era com um gerente que chamam aqui, lá de se chamava nessa época, gerente. E trabalhei, e aí eu já estava ganhando bem, meu marido já estava, tinha subido um pouco e falamos, ah, vamos começar a economizar dinheiro para casar. Um ano antes começamos, guardávamos dinheiro, tudo dinheirinho que tínhamos guardávamos, para comprar móveis, para fazer uma festa, porque eu não podia esperar, meu pai já não tinha nada, tinha vendido tudo, então tinha que, a festa tinha que ser por conta nossa. E depois de um ano, a gente se casou com vinte e um anos. Casamos e e ficamos. Depois ele continuou estu fazendo... Ele fez uma eh curso na na faculdade, na Universidade Técnica do Chile, mas não como engenharia, se não que técnico, em desenho técnico, sim industrial. Por isso que a gente está aqui no Brasil. Porque, como na época, depois começou a a a ficar ruim a situação. Nós, bom, lá, muitas greves na época da gente. Ele Meu marido partiu para o lado também de sindicalista e entrava em todas as greves que existiam. E eu detestava isso porque achava que isso nos tirava um pouco... E nessa época, eu me preocupava só... de querer ter mais, mais, uma boa situação para dar para meus filhos. Eu só me preocupava isso. Eu queria dar faculdade para meus filhos. Eu queria dar faculdade. Se eu não tive, eu quero que meus filhos tenham. Eu falava para meu marido. E E aí ele foi mandado embora de uma empresa por por fazer sindicato. E depois veio o golpe militar e a gente veio. Nessa época tivemos dois já tínhamos dois filhos. Ah, sim, fala um pouco dos filhos. São dois filhos? Dois filhos. Quais os nomes? O meu filho, ai meu filho é engraçado, nasceu com dez meses de casada. E até agora ele fala, mãe, você nunca me nunca me conta a verdade, você estava grávida. Por que eu nasci tão logo? Eu falava, filha, filho, só se eu fosse... Se eu fosse, tem um animal que tem os filhos com dez meses, não me lembro se é a égua ou a vaca, né? Eu falo Eu falo para ele e ele ele dá risada porque ele fala. Claro, na época você era tinha relação, ficava grávida e tchau, não existia. Não como agora, que você se pode cuidar. Nessa época não não tínhamos um um pla planejamento familiar, não existia. Então o meu filho chegou, Chegou rapidamente. Aí depois já que já eu tive meu filho, eu me comecei a cuidar. Já começou mais a moda da pílula. E minha minha filha nasceu com tre quando meu meu filho Ivan, que é o mais velho, eh nasceu Maribel, minha filhinha. Tinha três anos, quase quatro anos meu filho quando nasceu. Aí eu falei, nada mais. Não quero um monte de filhos como minha mãe. Eu quero criar dois filhos e que tenham uma boa educação e nunca ter que sair de casa. Eh E o que que eles fazem hoje? Ele Meu filho mais velho estudou... Bom, eles vieram aqui pequenos, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, com meu marido, chegamos no ano Meu marido veio no que Brasil era o o fundo de Brasil. O Brasil está e tinha muito trabalho naquela época. Eu não sei porque existia um uma coisa que que cresceu muito economicamente o Brasil nessa época. Então, e nas embaixadas, aqui no Brasil não existiam escolas técnicas. Então, o Brasil não tinha técnicos para este país. Então, mandaram trazer de fora. Meu marido era um técnico, foi na embaixada e nas profissões dele se encaixava no que estavam precisando. Então, eu graças a Deus, eu não fui uma imigrante que sofreu falta de documentação. Meu marido já veio com documento para cá.

Ele começou a trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Eh Trabalhou bastante tempo lá. E e ele veio, mas como eu trabalhava lá no Chile, então eu não quis eh Eu falei, você vai ver, se está dá tudo certo, vamos todos. Se não, eu fico eu fiquei com meus filhos lá, um ano. Ele me foi buscar, ele me foi buscar em natal do mesmo ano, e bom e vimos num três de janeiro do mil novecentos e setenta e seis, eu entrei neste país. Que hoje, que na época sofri muito com com o início, Porque como era uma família numerosa, eh foi difícil encontrar-se sozinhas, nós quatro. Mas eu acho que isso fez nossa família ser tão tão coesa. Nós quatro somos uma família tão unida, tão unida, que é difícil ver isso se não fosse por causa de que não tínhamos mais ninguém. Nós fomos pais, e tios, avós, tudo para para os filhos, né? Porque eles chegaram pequeninos aqui. Meu filho tinha onze e minha filha tinha sete. Ele Eh a profissão do meu filho é eh... Ele estudou na escola superior, se formou na escola superior de marketing. E propaganda se formou de em marketing. E a minha filha se formou na arquite ar arquitetura na Belas Artes.

Agora eles são grandes, né? Já são Imagina, meu filho tem quarenta e três anos. E minha filha tem trinta e nove. Vai fazer

nove anos. Trinta e oito anos.

Então já é outra outra vida. Minha vida é outra a partir de mil e setenta e seis. Esse é meu... Eu te diria assim. Eu sou como fênix. Morreu e renasceu. Mas minha vida não foi bonita até Porque até essa época eu fiquei sentindo muita... saudade da família do Chile. Então eu chegou um momento em que em que eu falei, não podemos continuar assim. Ou ou eu coloco raízes aqui ou volto. E voltar já não tinha jeito. Daí para frente mudou nossa vida. Corta um pouquinho.
Só um minuto. Sabe por que quer ver? Isso, deixa só ele. Isso Então, fala um pouco da vinda para o Brasil, como é que foi, por quê?
Na época eh dos anos, a gente veio no ano setenta e cinco, meu marido veio, né? Estava a ditadura militar lá no Chile. Então, eh a a vida estava muito difícil. Se bem é certo que que eu não não fui perseguida, mas eh quando meu marido estava aqui, foi foi a Dina buscar ele. A Dina era a polícia eh secreta de Pinochet. Mas ele não veio, por isso ele veio, porque não não tínhamos trabalho e começou a cair no nosso padrão de vida. E não achávamos o que fazer, não havia... O que fazer? Só trabalhava, estava eu trabalhando e ele ele montou uma pequena empresa, não deu certo. Tínhamos um negócio e depois quando terminou, veio a ditadura militar, se tornou muito difícil. Então a gente tinha que fazer alguma coisa. E uns amigos falaram para ele, eu morava num apartamento ao lado, a dona do do apartamento tinha os filhos morando aqui. Falou, por que que você não vai para o Brasil? Está muito bom. O marido fez os trâmites com com toda a sorte, que isso não é por acaso, eu acho que Deus tem tudo isso preparado para a gente. Ele, em três meses, ele já estava morando aqui no Brasil. Aí eu fiquei lá com meus filhos e ele, me como eu te falei, me foi buscar. E viemos para cá. No início não foi muito fácil, que lógico, adaptar-se. Eu me lembro da primeira impressão que eu tive quando desci do aeroporto em em Era lá em co em Viracopos. Os aviões chegavam em Viracopos naquela época. Sai do avião e parece que ah... Uma coisa assim. Um calor que a gente se molha. Claro, eu não estava acostumada a esse clima. Isso... E era uma distância enorme para chegar a São Paulo, né? Isso também é outra coisa que me pa me me parecia tão... E era de noite. E estava chovendo em janeiro. Você sabe que o clima de verão não é muito simpático aqui em em São Paulo, né? Aí depois e chegamos em casa, meu marido tinha alugado uma casinha com tudo. Era uma casinha muito simples, muito simples. Eu cheguei numa casa de quarto, sala e cozinha. Com dois filhos, hein? E era E era a única coisa que ele cuidava que fue fosse num bairro Que não fosse um bairro ruim. mas era uma casinha no fundo do quintal, não era a casa principal. Quando chegamos, era foi tão assim, meu marido, descemos do táxi, deixou os meninos com todos, com uma mala, porque a gente não trazia muita coisa, a roupa a roupa só, né? Aí, eh falou para os meninos, fiquem aqui que eu quero ir com a mamãe a mostrar a casa. Chegamos lá embaixo, acendeu a luz, abriu a porta, Uma casinha bastante bonitinha, não era? Mas o primeiro que eu vejo, menina, foi uma lagartixa andando. Porque era de quintal. Em Chile não existem lagartixas dentro de casa. E eu sou medrosa para caramba. Sabe qual foi a minha primeira impressão? Eu pegar minha mala e voltar-me para Chile. Mas olha, me custou dominar esse medo das lagartixas. Mas aí depois fomos. Mas eu brincava como criança com com os meninos depois, porque sabe o que fazíamos? Quando chovia em janeiro, com esse calor, a gente se molhava inteira. E eu brincava com ele e nos molhávamos juntos, porque eu nunca tinha visto uma chuva com calor. Porque lá em verão não chove, só em inverno. E a chuva de lá é muito fria. Então, imagina se molhar, a gente morre. Então, isso para mim me chamou muito a atenção. Fiquei um tempo em casa cuidando de meus filhos, porque realmente não dava, eu não sabia falar. Então, eu não podia trabalhar, eu sempre trabalhei com público. Então, comecei a ler quanto chegava a minha mãe. Estudar Os meninos foram na escola, eu junto com eles fazia a lição e comecei a... a a entender o vocabulário. E eu queria, eu anotava as palavras básicas para sair a comprar. O único que aprendi, o primeiro que aprendi, qual é o preço? Para saber quanto custava um Aí, depois, três anos, eu falei, ah, não, eu quero voltar a trabalhar, eu não não quero ficar aqui sem trabalhar, porque estou ficando louca. Estava ficando. Eu nu nunca deixei de trabalhar na minha vida. E comecei, meu marido falou, o que você vai fazer aqui se se você não sabe nada, fazer nada? Ah, falei, es quer saber de uma coisa, alguma coisa vai aparecer. Aí eu comecei a procurar, eu sei vender, eu falei, agora sei falar. Sabe, comecei a procurar coisas, nada nada dava muito certo, me medi me meti em algumas arapucas por aí que não deu certo. Aí um dia eu estou indo a a a cidade existia mapping.
Está frita. Bom, mas bom vamos continuar? Então vamos continuar. Continua falando do mapping.
Ah, tá eu eu fui um dia Eu me lembro, a passear, com o meu marido o menino estava na escola, eu eu morava na Lapa, pegava no ônibus me fui para o centro. E eu comecei a olhar nas perfumarias, porque em Chile eu sempre gostava muito dessas meninas de de de demonstradoras de produtos de beleza. Aí eu eu vi todas as meninas bem maquiadas, bonitas, que nessa época tinha todas essas gôndolas com grandes empresas multinacionais né, que hoje não existem mais. Aí eu perguntei para uma menina, para uma das das demonstradoras de produtos de beleza, se era difícil trabalhar com isso. Aí ela falou, não, mas ela era a Revlon. Na Revlon hoje não estão precisando, mas eu acho que lá, eh me mostrou outro balcão, estão precisando moças. Eu fui lá. Mas eh a primeira coisa que uh eu gostei, como e e ela não foi egoísta comigo. Ela foi generosa e mostrou onde precisava uma pessoa. Talvez o meu país não tivesse sido assim.

Aí fui lá conversar com a menina da... Era Yardley. a Yardley of London. E nessa época era uma empresa inglesa que havia aqui, que não está mais agora. E, e justamente, estavam precisando, a moça me falou, nossa, você vai lá que estão precisando.

A fábrica e o o departamento pessoal era, nessa época era muito longe, na Raposo Tavares, no quilômetro dezessete e meio. Eu me investiguei como chegar lá. Peguei um ônibus na Praça Ramos e me deixava pertinho e fui lá. Sempre me lembro. Era foi e e o dia que fui era feriado em Osasco. Então, <laughs> eu cheguei, por sorte tinha uma moça trabalhando, que foi minha supervisora. Depois eu falei que queria trabalhar. Eu falei, não tenho experiência aqui, mas eu quero aprender. Aí eh ela falou, acho que vou te dar uma chance. E me mandou voltar outro dia com toda a minha papelada.

Tive quinze dias de treinamento para aprender a conhecer os produtos, para técnicas como vender o produto, porque era uma coisa já mais específica. Eu sempre vendi roupas. Então, me ensinaram. Eu estudava tanto. E minha filha, nessa época, minha filha tinha dez anos. E ela me tomava a lição. para eu aprender e me corrigia o o idioma. A minha filha me ajudou muito nessa época. Aí Eh passei no treinamento com todas as moças que foram a fazer treinamento. Algumas não ficaram porque não não ficaram, não foi bem na prova. Eu ocupei o não sei se foi primeiro ou segundo lugar, eu não me lembro. Fiquei trabalhando. Trabalhei até essa firma fechar. Eu vi que eu ia ser sempre uma demonstradora demonstradora de produtos de beleza e eu não queria isso para mim. Eu queria ser... E eu lá, na outra firma, havia sido chefe. Então eu... Foi duro no início, mas eu falei, eu vou aprender algo. Aí sabe quê? Me informei que no SENAC tinha curso de estética fe eh facial.
Você lembra que que ano que era isso, mais ou menos? Oh
O ano e nove. Oh O SENAC tinha uns cursos para... Ensinava para ser esteticista.

Me inscrevi, fiz uma prova e também passei. E fiz dezoito meses, acho que foram.

Há mui há um ano e meio eh fiz um curso especializante no SENAC. Hoje é faculdade, agora nessa época não era. Me formei de esteticista no SENAC. E, porém, fui promovida na firma, né? Fui promovida. Na mesma firma? Na mesma firma. Fui promovida, mas a firma depois estava recém-promovida e fecharam a Yardley aqui no Brasil. Aí se me veio um mundo... Falava, aí será que eu vou conseguir em outro lado? Porque, claro, eu pensava, ainda não estava tão segura, né? Aí eu comecei a procurar em outro lado, E olha olha aqui, eu estava pronta com tudo para ir para uma firma que ainda existe, que se chama. Meu chefe, que era da Yardley , ia levar com ele sua equipe para lá. E eu estava nisso. Você quer acreditar que meu chefe morre? E acabou. Eles lhe deu um infarto em um carro, ia dirigindo, lhe deu um infarto e morreu. Para que te conto? Todas a... Todo mundo ri agora porque dizem que toda menina que éramos da equipe dele, chorávamos e parecíamos as viúvas dele. Está <laughs> e Mas essa é a minha época do. Foi assim, teve... Conheci, sabe? Adquiri um conhecimento da vida, eu era muito tonta, muito ingênua, muito pura. Muito tonta.

Hoje, penso que era tonta. Porque lá no era assim. E ah e eu trabalhava sempre de uma a dez horas. Então, você era assim, por exemplo, iam os moços, geralmente, como eram todas meninas lindas e muitas solteiras, iam buscar namoradinhas lá, né? Então, eu já era já não era tão jovem como elas, né? Eu já e nessa época eu tinha como trinta e seis Claro, nessa época era velha. Hoje quisera ter essa época mais linda da da vida, né? A mulher balzaquiana é a mais linda, né? Aí, eu e meu marido, começaram a falar para ele num no trabalho. Como você deixa sua mulher tão bonita, trabalhar lá, e que pode vir alguém e te roubar sua mulher? Falavam para Aí meu marido falava, eu lá deixei uma lá e ninguém me lá roubou. Eu conheço a mulher que tenho. Então eu tenho, assim, sempre tive esse apoio dele. E também era porque a gente eu trabalhava, corria para casa para ir a ver a meus dois filhos, que ficava eu preocupada né. E então, o que eu eu me ia preocupar com com? Eu andava querendo ajudar os outros. E sabe Tinha uma mocinha tão linda, essa é uma história meia meia feia, não sei se vai poder ser publicada. Eu tinha uma menina que que eu gostava muito dela, trabalhava no, e era uma jovenzinha. E e e de noite chegava uma uma mulher a assediar ela. E eu falei um dia, olha toma cuidado, essa moça é aquela. E eu não sabia que a menina eh recebia dinheiro dela. Eu nem nem sonhava. E você sabe que essa mulher me ameaçou. Me ameaçou que eu não me metesse no que não devia. Nunca mais. Abri a boca. E a outra colega me falou, Inês, não seja boba. Essa menina é delas mesma. Você está sendo boba.

Não se meta. Deixa ela fazer sua vida. Aí aprendi uma coisa. Que não tem que dar conselho, a quem não te pede. Aprendi isso. Eu nessa época para mim era coisa, eh eu estou falando anos setenta e nove, não era como agora que hoje é normal normal né. Não tenho nenhum preconceito. Aí aprendi a amar, a ter amigos excelentes, porque os maquiadores da época eram todos Homossexual, né? Todos eram. Mas que eram bons colegas, eram. Excelente. Amigos melhores que isso, eu nunca tive. Infelizmente, na época do que teve tanto AIDS, quase todos meus amigos morreram nessa época. Morreram com AIDS. E e Mas aí, uh quando eu já comecei a estudar, aí veio... Olha olha como eu era atrevida. Eu agora penso para trás. Veio o chefão máximo da Yardley aqui no Brasil e eu estava em uma loja que eu não gostava e eu falei que eu não queria seguir mais aí. Em vez de falar para a minha chefe, falei para ele. Ela não sabia. Eu falo, você está gostando?

Falei, eu não gosto. Eu tinha que ser honesta. <laughs> E aí, logo, logo me levaram. Eu antes de estar no, eu tinha estado em uma loja que se chamava Loja Brasileira. E eu não gostava daí.
E ficava no centro também?
Era era na rua direita. Não existe mais. Não, tiraram Faz muitos anos que saiu. Eh E sabe por quê que eu não gostava? Porque eles eram eh nos obrigavam a tomar um café com e em em na dentro da loja. E eles eles nos serviam em xícaras todas, assim, com pedaços a menos. E eu era nojenta, eu tinha nojo disso. Mas aí depois, por isso que eu fui para o Mapping, promovida, porque aí eram as melhores que ficavam só no Mapping. E aí depois, quando terminou essa firma, eu depois fui para outra eh firma grande, que já me mandaram com um cargo, que era a Sears, que não existe mais onde está o shopping Matarazzo agora.
West Plaza.
É isso. Eh Grandes eh Mesbla, Abaetê, todas essas eu eu ia fazendo promoções. Eu Sempre era a escolhida para a semana da beleza, das cias. Ia mui era muito bonita. A cosmética nessa época era assim. As mulheres todas iam se enfeitar. E aí aprendi a fazer eh limpeza de pele e e a firma, para que comprassem os produtos, a gente fazia limpeza de pele nas mulheres. E eu comecei a ganhar meu dinheirinho extra, com isso que aprendi minha profissão e eu aprendi maquiagem também. Então, quan me lembro que a primeira visita do Papa, aqui no Brasil, eu nem vi, porque eu estava em um hotel em na Avenida São João, maquiando toda a família de um deputado de Mato Grosso que vinham a um casamento. Maquiei, quando eu cheguei em casa, eu não aguentava mais a dor, porque fiquei não sei quantas horas maquiando, a até a noiva maquiei. Foi uma uma coisa, uma vida diferente. Depois eh terminou essa firma, eu me fui a trabalhar numa firma mais pequena. Quando morreu meu chefe, que me ia levar com ele, me chamaram de uma firma pequena, a trabalhar mais como supervisora, já com um cargo superior. Aí eu falei, quer saber, falei vou entrar nessa firma porque estou com um cargo melhor e vou ter melhor salário. Entrei lá. e fiquei quatro anos trabalhando aí Com essa firma, eu viajei ensinando, dando treinamento para moças. E Conheci Bahia, conheci todo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Conheci bastante Recife, conheci bastante. Me mandavam a ensinar, a promover algum produto. Eu sempre estava dentro dessa área. Eu acho que meu filho puxou esse lado para mim, porque ele, como me viu sempre fazendo isso, ele gostava. E... Depois, eu estando nessa firma, fui convidada de uma firma de importadora de perfumes para eu representá-los. Já não como empregada, se não que como representante e abrindo firma. Aí abri firma e fui representante de de de perfumes até... o ano que nasceu meu neto, que hoje tem vai fazer onze anos. Até essa época, ele eu trabalhei com essa empresa. Ganhei muito dinheiro com essa empresa, foi bom. Trabalhamos dois com meu marido, abri abrimos firma. Ele vendia eh eu vendia os perfumes importados e ele vendia o guarda-sol e o guarda-chuva importados. Foi uma boa época da minha vida, com isso conseguimos educar os filhos. Os dois se formaram. Depois, quando eu fiquei já com... tinha como cinquenta e seis anos, a empresa falou que queria gente mais jovem para trabalhar. Fui mandada embora. Ah, não mandada embora porque eu tinha um contrato, se não que acabaram com o contrato. Como eu não tinha nem um laço, Eu não fiquei com nada. Tinha que começar tudo de zero. Por isso que eu te falo. Eu sempre eu falo para meu marido, eh eu sou como nós somos como um fênix. Caímos e renascemos. Aí depois eu fiquei tão desiludida que eu pensei, ah, estou velha, ninguém me vai querer mais na cosmética. Eu já tinha ninguém vai me querer mais na cosmética, montei uma uma pequena lojinha de de de moda, de de de roupa. Até fiquei uns quatro, cinco anos, mas me deram muito calote e fali. O carro, tive que vender meu carro para para poder pagar as dívidas, porque senão ficava com com o nome sujo. E eu sempre... Cuidei, meu maior tesouro é meu nome. Sabe por quê? Porque eu posso ir a todo lugar com a frente alta. Eu sempre falava isso para meus A gente não pode dar calote em nenhum lugar. Você tem que ser honesta, você tem que ser eh... Eu sempre, sempre dentro de da dessa linha. E vendi carro, ficamos sem carro, mas Aí eu não sabia mais o que fazer, porque já... O que que eu vou fazer agora? Eu não me havia aposentado ainda. Aí eh eh montei essa lojinha. Ah, e aí eu ti tive uma amiga, conheci, porque eu, à la vez, eu fazia muitos trabalhos voluntários. Quando eu falei, vou ficar nesse país, eu comecei a a formar, por exemplo, eh eu fui fundadora da assistência social chilena, para ajudar os que me necessitavam mais. Fui integrante de um grupo folclórico para promover minha cultura. Não como bailarina, se não que para eu era a que buscava contatos para o grupo. Meu filho até agora dança nesse grupo e minha neta também dança. E meu filho conhecia a sua esposa nesse grupo. Então temos tudo, uma vida nisso. Aí conheci a uma amiga e ela eh tinha os filhos na escola americana, na Grady. Ela me falou, aí eu comecei, sabe que como fiquei sem fazer nada, comecei a fazer curso de pintura. em seda. E me especializei. Você sabe que eu comecei a fazer e e comecei a vender aos poucos às minhas amigas. Depois já ia no bazar e colocava as minhas coisas, vendia. Es eu vendi muita coisa na escola americana para as americanas, para a Europa, para todo o meu trabalho. Eu tenho isso. Aprendi assim por necessidade. Sabe o que aprendi a fazer? Em uma época esteve muito de moda o fuxico, e era na favela da Rocinha que começou, e fizeram um grande chale para esta atriz, eh a Sônia Braga. Quando recebeu um prêmio em Hollywood, ela estava. E eu vi na revista e falei, vou fazer igual. Fiz um, sabe de que eu fiz? Eu tinha eh Minha filha tinha casado e deixou o vestido de noiva, era verde, ah eh pistache, uma musselina linda. E eh eu fiz de, eram metros e metros de musselina, eu fiz um chale maravilhoso, verde de pistache, e eu vendi para uma moça que levou para a Espanha. Para a Espanha. E aí comecei a trabalhar com as coisas mais artesanais, moda, eh colagem. E E aí fui, fui, fui indo, até que chegou a hora me aposentei. E isso me deu, ganhei dinheiro com isso. Nunca parei de trabalhar, nem paro, porque até agora. E depois comecei a trabalhar com com o que eu sei fazer, moda. Não gostava de trabalhar com isso, mas eu peguei uma boa costureira, eu corto o modelo e e faço vestido de festa. Me especializei nisso. E eu acho E hoje, e depois quando conheci essa amiga, ela que me ajudou, ela sempre, ela é uma socióloga.

é uma pessoa muito boa, ela tem uma situação econômica muito boa, e e quando começamos a trabalhar em assistência social juntas, eh ela depois criou esse projeto de que estou agora, de mulheres, que vamos chegar a isso.
Isso, fala sobre isso.
Isso, que essa é é a minha maior... alegria do fim. Eu acho que este vai ser o último projeto, não sei se vai ser outro, mas que é muito bom. Eh Chile, quando já começou a liberdade, Chile quis so saber o que que faziam os chilenos fora do do país. Então, começaram a querer saber o que que faria. Ela, como socióloga, se interessou pelas mulheres e com outra, ah a criadora do projeto, que realmente, eh eh que apresentou o projeto no Ministério das Relações Exteriores, é uma moça que estudou aqui, que é é Verônica, Verônica Aravena, que ela eh ela se doutorou em Sociologia. E também se uniram as duas e apresentaram um projeto para Chile para mulheres chilena. Só que elas queriam um projeto onde ensinaram as mulheres a a se eh... Como vou te falar? A a se comunicar nas escolas, ter direito a a aprender, a conhecer seus direitos. Ela me convidou para trabalhar com ela, porque já nos conhecíamos, que trabalhávamos juntos em outros projetos. Aí eu falei, mas eu acho que... A mulher e me convidou a mim e a minha amiga, uma grande amiga que eu tenho, Rosa, Rosa Carriel, que as duas somos facilitadoras agora desse projeto, eh coordenadoras. E e fomos, sem saber Mas quando vimos, eu falei, tem que ser algo simpático, porque as mulheres que vieram aqui, não é o tipo de mulher que foi para outros países, ou que vem de outros países, a mulher toda... que eu percebi ao ao longo, porque eu sempre me mis eh tive muito contato com a colônia chilena, que não é uma mulher tão sem cultura. Aqui veio uma mulher com algumas com faculdades, e todas com ensino médio completo, então mais mais atualizada. E aí começamos a pensar qual seria o projeto, como seria. Elas já tinham pensado, mas nas cabeça de nós, eh falando com elas, criamos.

Que dizem, Chilena, tu és parte, não fiques à parte.

Porque nós ficamos à parte. Porque nós não acompanhamos o crescimento da mulher chilena lá, nem aqui, nem a brasileira. Porque nós ficamos muito... A mulher que veio nessa época, por isso se buscou a mulher que tivesse mais de cinquenta anos, ou mais de quarenta, se falou para que chegasse mais, e que levasse mais de vinte morando no Brasil. chegaram todas acima de quarenta e cinco, sessenta, setenta e cinco anos. E e esse tipo de mulher se dedicou muito a querer eh a a a sua família, a educar os filhos, tudo isso, mas e se esqueceu de si mesma. Eu sou uma delas, porque eu sempre lutei para ter algo, para para sobreviver, para que a a selva de pedra não te coma, Você tem que vencer essa selva, né? Então, eh a gente se esqueceu um pouco de si mesma. E com esse projeto começamos a buscar nossa identidade. Eu acho que, a partir daí, para mim mudou bastante minha vida. Porque hoje sou outra mulher. A parte de ser mãe, esposa e avó, que gosto muito de ser isso, eu aprendi a ser eu, mulher, Inês, que eu valgo, que eu tenho, que eu posso dar muito ainda. Não sou uma velha para ficar em casa tricotando, nem nem nem assistindo a sua novela. Eu voltei a estudar e eu não sabia informática. Tinha computador em casa, nunca se me ocorreu abri-lo. Com esse projeto, quando minha amiga me disse que que trabalhemos juntos nesse projeto, eu falei, como eu vou fazer se eu nem sei informática? Está bom, vai vai lá e aprende informática. Fomos lá no na pastoral do imigrante, tinha uns cursos assim para começar. Aí, começamos ah foi minha amiga Rosa, que é a outra que que andamos juntas, somos as parceiras, eu, e levamos o marido junto para que aprendessem, para que não ficassem atrás. Os quatro nos davam aulas especiais para nós quatro sábado. Ficamos praticamente um ano. aprenderíamos todos os sábados, íamos quatro. Nos servia como um passeio para nós, né? Aí depois de quando já o projeto tomou forma, com chamamos as mulheres, inclusive eu vou te mostrar depois ah como foi a chamada, foi muito engraçada a chamada. Fala assim, se ninguém te dá bola em casa, a mim tampouco. Então vamos, une-te a nós, junte-te a nós e vamos a nossas

Os os tópicos eram tão engraçados que a gente começou a tudo a brincar. Falava assim, eu eh por exemplo, ah, não me lembro, sabe? Fala de novo que me esqueci. Falta de memória. Então, aí brincando, nós aprendíamos o que se podia fazer para a falta de memória. Começamos a levar palestrante, começamos a ouvir. Eh ou no Ou não, estou cansada. O típico que você fala para o marido né. Então, aí por que está cansada? Quais os problemas? Aí começamos a fazer esse esse programa com as mulheres e foi excelente. Está sendo excelente. meses que estamos trabalhando com isso. Vamos a terminar agora em junho e começaremos outras coisas. O Senac se interessou muito pelo projeto, porque eu fui a dar essa esse case que eu te falo, em no São José do Rio Preto, e gostaram muito da... da forma como foi enfocado o projeto, porque o projeto para mulheres tem muito, para terceira idade tem qualquer quantia, para dançar, para para tudo, porque mais que te tire o melhor que tem na mulher de dentro, é difícil. E esse é o nosso objetivo.
Puxa, que história, hein? Não sei nem o que perguntar agora. <laughs> Não, eu estou brincando. O que eu gostaria de saber, depois dessa toda essa história da sua vida, fala um pouco das lições que a senhora tirou, como é que a senhora vê hoje a sua vida.
Olha, eu eu quando me falam, eu falo, eu faria tudo de novo. Me casaria de novo com meu marido, com um pobre, não importa. A gente cresceu, lutou e crescemos juntos. Não tenho bens materiais hoje. Tenho um apartamento. Eu tenho tudo o que eu preciso para viver e gosto de tudo o que eu tenho. Essa frase nunca foi tão bem aplicada, sabe? Não tenho tudo o que quero, mas eh quero tudo o que eu tenho. Amo tudo o que eu tenho. Amo meu marido, amo meus filhos, amo meus netos. E a minha... A meus genro, a minha nora. Minha nora, para mim, é minha filha. Nunca tive problema com ela. Somos uma família muito unida. Inclusive, eu estou eu hoje sou uma mulher feliz, feliz, feliz. Porque minha nora esteve um ano com câncer de mama. Foi muito sofrido para nós. Mas faz um mês atrás um médico falou que está curada. Então para nós eh foi um como se de novo renascemos. E isso para mim, uma eh sabe, e ter muitos amigos, porque os amigos todos estavam rezando. Olha, vou te falar uma coisa, foi rezada a missa para para a saúde dela. foi no nos templos evangélicos que tenho amigas evangélicas porque eu aprendi com a vida que tem que respeitar a todas as pessoas seja da religião que seja não me importo isso é espiritismo tenho amigas espíritas que colocaram o nome dela então minha nora foi muito ajudada espiritualmente eu não sei alguma coisa ai lá em cima que ajudou ela, porque ela foi uma uma coisa muito abrasiva. Muito, muito abrasivo o câncer dela. Então, eh para nós, isso foi muito importante, ter a amizade e o carinho das pessoas. Isso eu acho que, para mim, isso me importa muito. E outra coisa, eh aprender a dar sem esperar nada em troca. Eu trato de ajudar. Sempre, sempre, sempre. Se eu não posso fazer bem, não faço mal. Não sou perfeita. Ninguém é. Sou cheia defeitos, bagunceira, falante. <laughs> Mas, se alguém me necessita, estou pronta. Sempre estou pronta. E sou muito mãezona, muito mãezona. E Isso sou. Apesar de que agora se queixam muito que eu ando muito ocupada, que mulher empoderada já não é mais a mesma falam. Mas eu falo, mas eu sou feliz e estando bem eu, comigo mesma, eu posso transmitir isso para vocês. Porque eh e e não é fácil chegar a uma idade, ser estrangeira, sozinha, os filhos casam, em vão embora, o ninho fica vazio. E isso é o pior. A solidão é o pior quando um tem uma idade de... avançada, vamos dizer, a solidão é o pior inimigo da gente. E o pior inimigo, so solidão a dois. Quando você tem um companheiro e não se tem afinidade. É por isso que se acabam tantos casamentos. Porque acabou a paixão, fica um amor mais tranquilo, fica um companheirismo. Por isso eu fui de trás de algo. Eu quero ser interessante para meus filhos, para meu marido e para meus netos. Não quero ser só a avó que faz docinho, que faz comidinha.

Isso hoje se compra em qualquer lugar. O que não se compra é é outra coisa que você possa transmitir para as pessoas. Acho que não sei o que mais posso te falar.
Muito bom. E a senhora gostou de dar esse depoimento?

Adorei porque, como eu te falei quando nós estávamos fora conversando, eu acho que isso se lo devo à mi à minha família, para eu para que elo eles, meus netos, que já são de aqui, que já são brasileiros, conheçam o passado da família que veio. Para meu genro, que que ele é brasileiro, minha nora não é chilena, mas eh que conheçam um pouco da família, um pouco de avó, desses avós que eles tiveram. Por isso que isto eu dedico a meus netos. E principalmente ao meu marido, que me acompanhou tantos anos juntos. Que sempre me me aguentou todas as minhas loucuras, porque eu sou louca. Eu quero fazer tudo, quero, quero, quero, quero fazer sempre mais. Então, ele sempre me acompanhou. Então, é só isso.
Está ok. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Ah, obrigada. O Museu da Pessoa agradece muito a sua entrevista. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada a vocês, obrigada a vocês pela chance que me deram, que acho que isso é uma coisa que é oportunidade única na vida, que a gente não tem que deixar passar. Nunca pensei que ia fazer isso, minha filha com sessenta e seis anos, sentindo-me tão importante. <laughs> Que bom Obrigada.